Boa tarde, professor

Boa tarde. Queria começar a entrevista pedindo para o senhor falar o seu nome completo, data e local de nascimento.

Uma, uma cidade da Alemanha que hum tinha sua própria, tem sua própria orquestra sinfônica. Ou seja, uma cidade bastante interessante.
E aí foi em dia, mês e ano.

Dia, mês e ano que o senhor nasceu. Eu nasci

Beleza. O senhor podia falar o nome dos seus pais e qual era a atividade deles?
Meu pai, em em sua juventude, foi regente de orquestra.

e ma mais mais tarde ele estava dedicado mais a a assuntos diploma, de diplomacia.

Minha mãe, eh, foi conhecida tanto em Alemanha como nos outros países limítrofes como poetisa.

Como, como, como eh, como tanto como poetisa, como também declamadora.

E qual o nome deles?

E o senhor tinha quantos irmãos?
Único exemplar.
Único exemplar. E E qual é a lembrança mais remota que o senhor tem da sua casa materna?

Mas, eh essencialmente, é quando escutei, eh naquela época não era como hoje, que vivíamos praticamente rodeados de música, de de

E uma coisa que se me contou é que quando fui, escutei música pela primeira vez fiquei absolutamente estarrecido.

Uma apresentação?

E o seu pai, foi o seu primeiro professor?
Meu pai, não.

Eu inclusive, faz duas semanas, eu eh ignorava esse caso.

Meu âh, verdadeiro âh, professor

Ainda na Alemanha, vamos falar um pouco ainda Da da sua infância. <inhales> Fora Uma criança da sua idade fazia?

Não era muito alto, sabe? Eu

mentalmente não falemos.

não mais alto que eu, mas era um grande eh, um grande professor e um grande pianista. E professor, e como
Era Breslau nessa épo
Breslau foi, como já falei, uma cidade eh muito musical.

A Alemanha dessa época era algo diferente a um concerto de hoje.

E como é que ele era no no contato pessoal? Seco. <laughs> Seco? Uhum. Sim.

Já era muito famoso nessa época, sua mãe

Mas, claro, logicamente,

E, professor, esse seu talento precoce chamava muita atenção dos adultos? Sim
Bastante.

Nessa época a Alemanha passava um momento muito turbulento. (chiado) O que A sua família a sair da Alemanha? Bom, eh

Então já havia razão mais do que suficiente para eh, ou seja, meu pai...

E cinco. E foi à Viena

Você possivelmente não me estaria fazendo uma entrevista.

que rodeavam a Alemanha, que alguma coisa havia de nuvens pretas e que alguma coisa ia acontecer.

Para, porque não queria, como ela falava, que eu fosse alguma vez carne de canhão. Podia contar várias coisas, naturalmente.

E mais, tenho uma coisa interessante pa para contar dessa época.

e desejaria que você fizesse um poema para ele, para o aniversário dele.

Um momentinho, professor, o senhor está muito rápido.
Eu sou muito rápido
<laughs> Então, olha, vocês saíram de navio. Como?

Saímos de navio, sim. Não compreendi.
Não são mais comuns as viagens de navio, né? Sim, e nessa época eram muito lindos. Quanto tempo demorava?

É? Sim. Ou seja, nossa viagem era muito linda, só que houve um assunto eh, eh triste quando chegamos, porque quando chegamos

Infelizmente, esses coitados éramos nós.

Mas tudo bem.

Para mim, tudo era aventura.
É verdade.

E como era?

O agenciava?

Não pagavam bonde, porque se andava em bonde naquela época.

Eu sou rápido demais, vamos lá. Então, vocês estão chegando no Uruguai, um país que vocês não conheciam. Vocês tinham parentes, ami

E o que pareceu Montevideo, então, nessa época, para o senhor?
lindo, lindo, era maravilhoso. Era

Mas me estou adiantando.
E que bairro que o senhor morava em Montevideo?
Malvín, a dois quarteirões do do mar.

O senhor já ti, já trabalhava, né? Então o senhor já

pegava outro contrato.

Então perguntaram à minha mãe, ele só canta?

Eu já chorava quando ia à aula.

Ele batia com palavras.

Sabe por quê?

Ou seja, você sabe que cada compositor Bach, Beethoven, Mozart, cada um tem eh uma linguagem diferente, uma linguagem musical.

Nosso horizonte se torna mais completo. Então se hoje, falar de quais seriam, hoje, meus compositores favoritos. Na época que o o o, porque o senhor tocava música popular. Sim

O único idioma que falo mal, português, e nessa época não falava ainda.

E a sua outra parte de vida de adolescente, o que que o senhor fazia?

Garcia Márquez. Eh Disse que quando se chega a uma certa idade, E eu cheguei a uma certa idade.

Porque eu me uni a meu pai, tomei também meus brinquedos e também os tirei. Ou seja, eu depois não vi.

Mas então, estou falando da sua adolescência no no Uruguai. O senhor tinha aulas de música, depois mais música.

E e a sua mãe, que que ela fazia?

Então, estamos contando aí da da da sua adolescência em Montevideo e eh, e se passaram os meses do do do contrato. Que outros concertos apareceram? Que outros trabalhos? Não

Então, decidimos eh ir à Argentina.

Isso, bastante interessante. Nessa época, havia vários de meus professores de escola.

universitárias. Dá para entender, não é certo?

Ah, sem dúvida. Vocês viveram quantos anos no Uruguai? Três anos. Três

E por que que vocês decidem ir para a Argenti
Porque a Argentina era um país com mais dinheiro, com mais, com mais possibilidades. Já lhe mencionei que acompanhava a minha mãe de porta em porta vendendo lápis, não é certo?

nossa fortuna.

E Argentina. Em que ano vocês se mudam para a Argentina?

E nove. Trinta e nove. Sim. E aí vocês vão para Buenos Aires?
Fomos para Buenos Aires, sim.

Então, âh, me empreguei em uma eh agência de notícias. Ou seja, minhas ocupações eram

Entravam em Lisboa. Não entraram nunca, por sorte.

Os alemães entraram em Lisboa.

Da minha maneira.
<laughs> E vocês moraram na, eh quantos anos na Argentina?

simultaneamente no Brasil, apareciam os bares americanos.

E tocava uma rapsódia, já nessa época era compositor.

Ah, não, senhora, nunca, nunca, nunca. Música clássica eu sou, eu não faço mais música popular.

Quanto ganharia, quanto ganharia com você

Então você já falou para mim da semana que vem. Só que essa semana que vem não comecei. Sabe por quê?

E não se sabe o que, não se sabia o que faltava.

Nessa época se andava em bonde. Me disse, quatro. Lembro ainda.

E ele disse, você vá

Porque se você me permite te acompanhar durante um mês, em um mês eu te supero.

Então, o senhor estava ganhando cinco mil pesos.

Mas isso em
Em Argentina.

E caipirinha nem falar.

A música melódica de todos Até, até. Por que não?

Hoje aprende a falar falando com o professor.

a tocar tocando. Não sei se me expresso.
Uhum. Professor, nós vamos falar mais da parte do ensino, mas eu queria voltar lá então para Buenos Aires. O senhor já está então com vinte e poucos anos, ganhando muito bem. Sim. Tocando na noite. Sim. O senhor devia ter muitas admiradoras, não?

Era muito popular.

Mas eh, foi muito, foi muito agradável.

E eu tocava a mil por hora.

Ah, não é mesmo. E professor, depois da o senhor vai para os Estados Unidos, é isso? <sighs> Sim

Um pulo grande. Um pulo
porque. que idade

Estava tocando algo que o nascia nesse momento.

Então o senhor, quando criança, no Uruguai então, o senhor fez a profecia

Está perdido.

Certo? Então, vamos botar isso historicamente. Tenha ideia e comece então a a ensinar música. Isso
então na Argentina? Bom, parece

Como é que chamava esse hotel?

Então, vamos falar um pouquinho mais disso. O que é essa arte da improvisação?
Bom <sighs> veja.

Pois não é.

Tive minhas patentes.

Tenho arranjos,

tudo isso poderia parecer um pouco imodesto.

Que outros compartilhem.

É o sorriso de meus alunos. O senhor me compreende.
E, professor, e eh, a ideia de criar o método, ela foi um crescendo ou um dia o senhor teve uma súbita inspiração? Como é que foi a gênese disso?
Veja, eh, eh, eu vivia na Argentina.

Então, professor, o o a, a história toda começa com um primeiro aluno.
Não. Não, não, não, não, não, não.

Mas tudo bem.

Triângulo.

Então, comigo se aprende algo muito importante. Se aprende música.

Aprende comigo algo que não lhe serve para hoje.

Como somos leigos, né. O senhor falou que descobriu uma, um primeiro símbolo, que foi o triângulo. Sim. Né. E o que que significa isso?
Bom, veja, ê existe

consequências.

que hoje chamamos imortais.

Trajetória de vida do senhor. Então começa, tem os primeiros alunos em Buenos Aires, nós estamos falando de que ano isso? Sessenta e cinco. Sessenta e
Então acon. O senhor está com quarenta. Sim, com quarenta, cinquenta aluno

Carne e unha

Professor, então, o que o leva a sair de Buenos Aires para ir para os Estados Unidos?
Em Buenos Aires, era primeiro.

E o senhor vai com a sua mãe, o senhor vai sozinho para os Estados Unidos? Não, fui

Fui convidado

de de de meu sistema.

Eu diria até mais satisfações Que desgostos. Que bom, que bom. <laughs>

Então, eu queria convidar o senhor para retornar aqui, para a gente continuar a trajetória, porque o senhor tem uma vida aí muito rica, nós não falamos ainda de de, do Conselho, mais da Escola de Nova Iorque, falar mais do método, da passagem dele para o computa
Vai ser um grande prazer para mim.
Então, eu gostaria de agradecer ao senhor aí por essa tarde agradável que tivemos.

Eu vou âh fazer meu comentário. Eh

agradeço profundamente.
Ah, nós é que agradecemos.